Dos meus avós, no momento, eu não lembro eles completo.

É que é difícil lembrar os nomes, né? Ah, não sei. Até por bom, o, porque meus pais eles são do século dezenove. A minha mãe nasceu a treze de abril de mil oitocentos e oitenta e oito, e o meu pai doze de setembro da dos ancestrais dos negros né, não tinha, sabia-se aquilo que estava perto, que estava mais um pouco mais longe, ninguém sabia nada. Por isso que eu lembro. Eu tenho no meu registro, mas nunca gravei o o, o sobrenome do meus, dos meus avós. O sobrenome não, agora o o nome eu sei.

É que meu pai mudou. Ele resolveu uma hora lá, ele se encheu, resolveu e mudou o nome.

Ele juntou os três e, e isso vem vindo desde o início do século
Mas as histórias que passavam oralmente, assim, elas
Não, eh eles contavam muitas histórias, mas tinha, mas tinha o seguinte, é que eh era uma conversa entre adultos né, e principalmente a época que eu nasci, criança não, tinha adulto conversando ali num lugarzinho, criança ficava longe. Se ficasse perto era problemático, arriscado a tomar um tapão na orelha. Está bisbilhotando o quê? <laughs> Era essa a pergunta que eles iam fazer. Mas eles contavam algumas histórias, mas que aquilo que se se vê que ela, essas histórias se perderam no tempo. Porque hoje, a hora que você começa a analisar o que eles contavam, não batia muita coisa com muita coisa, entendeu? Então e isso ajudou a a a a, a deixar aquilo que todo mundo já sabe que aconte, que acontece com a raça negra, não tem história para trás. Nós estamos tentando criar história daqui para frente, mas para trás é complicado.
E qual que era atividade
A primeira atividade do meu pai, aquela queque nós sabíamos né, que ele exercia, era raspador de assoalho. Então, fazia-se uma casa e colocava-se o assoalho ou tal, o mesmo taco, e a função dele era fazer aquele trabalho de nivelar, de encerar, Mesma forma que hoje fazem as máquinas, ele fazia aquilo com uns tacos pequeno e manualmente e deixava do mesmo jeito. Não existia, era tudo encerado. Era uma atividade rentável né, mas o cansaço que tinha que dar para a pessoa que trabalhava o dia inteiro ajoelhado. Ajoelhado e fazendo força. Então eh, dava, dava isso, dava aquilo, dava um monte de coisa. Por isso que ele morreu cedo, morreu com cinquenta e sete Não aguentou o baque. <laughs> E a mãe? Ah

A minha mãe ela veio para São Paulo. Ela tinha doze anos de idade, eh Em mil e novecentos. Trabalhar, ela trabalhou na casa do dos Vicentes de Azevedo. Dos Vicentes de Até quando se casou, em Vinte e quatro, quando ela trabalhou lá, em mil novecentos, até mil novecentos e vinte e quatro, quando ela se casou. E aí, <coughs> eh ma, eh basicamente foi essa a função dela, a vida inteira. Depois foi cuidar da prole, né? Que eu sou o décimo segundo de uma série de doze. Eu sou caçula. Segundo de uma série de doze. E por aí você vê, a história começou em vinte e quatro, acabou em quarenta e dois. Ainda parece que acabou mesmo na mão grande. Minha mãe falou, aqui não, para. <laughs> Aqui para. <laughs> Entendo eu que tenha sido isso. Porque eu fui o bafejado de ser o caçulinha. Não, não sei porquê, mas fui. Ah, era complicado. Era não, era complicado eh em termos financeiros. Em termos financeiros era complicado, que tinha dia que não tinha comida, e Então as minhas irmãs, minhas irmãs principalmente, logo Logo, elas tiveram, com doze, quatorze anos, tiveram que trabalhar de empregada doméstica. E foram, foram trabalhar, mas aí ficavam no emprego e tudo mais, e os que ficavam em casa, que não podiam trabalhar, passava uma necessidadezinha, sim. Como eu disse, eu acho que eu fui bafejado pela sorte, que eu fui o último filho, eu não passava, porque o pessoal lá chegava a passar fome. Eu não cheguei a passar porque eu mamei no peito da minha mãe até seis anos de idade. Até seis anos de idade eu mamei. E até os três anos fazia uma boquinha na minha cunhada. A boquinha na minha Não leva a mal, não. Não é nada que você está pensando. É que a minha sobrinha, tem uma sobrinha que é três anos mais nova que eu. E ela mamava e eu via ela mamando. Eu mamava também. Fazer o quê? <laughs> Teve sorte Pois então não passava muita fome, não. <laughs> Mas não é, a fome que eu digo que o pessoal passava era daquela de você ter comida hoje e não saber se amanhã vai ter. Então tinha que fazer alguma coisa, algum trabalho aqui, algum trabalho ali, para ter um pouco de comida. Mas graças a Deus foi tudo. Mundo cresceu, ficou forte.

Sem nenhum Trauma.
<laughs> E como é que era, assim, mas tinham brincadeiras, que que vocês faziam durante o dia? É, tinha
Tinha muitas brincadeiras. Aquele caso, no meu caso especificamente Eu, eu, eu brincava, ia brincar muito na rua né, mesmo na época que eu mamava, ia brincar na rua, arrumava encrenca, voltava em casa, âh, eu quero tetinha Minha mãe sentava, eu ajoelhava e mamava. Mas as brincadeiras na rua né, de moleque daquela época né, que não, não existia o o máximo de brinquedinho que um pobre podia ter, era um soldadinho de chumbo. Aqueles carrinhos, sair correndo com o carrinho, arrastando no chão, que não, não era como hoje, que tem internet, que tem isso, que tem aquilo. Era essa esse tipo de brincadeira, e mais aquelas brincadeiras físicas e, de jogar futebol, de brincadeira de cela, mãe mãe da rua, né? <laughs> A mãe da rua era ficar o pessoal na calçada e, vamos dizer, o cidadão, tinha um cidadão que no no futebol seria o bobinho, ele ficava no de, no meio da rua e ele é, a função dele era tirar o pessoal da calçada. Era umas grandes brincadeiras. A função dele era tirar o pessoal da calçada. Agora, se ele subisse numa calçada, você podia enfiar o braço nele. Do jeito que desse. O cara subiu na calçada, tomava A brincadeira ia longe. No final, sempre tinha briga.

Que o pessoal, um fica abaixado, né?

E o eh vem a molecada e tem que pular por cima dele. E quem errar, cai de cabeça, quebra, fica ali na cela. Quem não consegue pular também, às vezes, depende do que combinar, tomava cachuleta, juntava as duas mãos e metia nas costas do cidadão. Eram umas brincadeira bem besta né. Mas era o que havia. <laughs> Em que bairro que era? No Bexiga

Nascido e criado no Bixiga. Era bem diferente do que é hoje. Falando no no início dos anos cinquenta, que foi quando, que foi quando eu comecei a entender bem as coisas. Até o final dos anos quarenta eu não entendia nada, eu não sabia Para mim o mundo era todo cor de rosa, né. Eu tinha Eu tinha onde mamar. De vez em quando eu tinha um arrozinho com feijão e estava bom. Aí eu come, eu O Bixiga era um, era aquele Bixiga romântico.

E ali passavam os artistas daquela época, Como se e outros, e outras pessoas que que que, que frequentavam, que trabalhavam ali no Teatro Brasileiro de Comédia. E a gente estava, era tudo calmo, tudo bonitinho, porque o pessoal aquela época não vinha de carro, eles vinham a pé. Ou então vinham de só táxi, só rico tinha carro, né? Só rico tinha carro, era carro importado. Então tinha-se uma, uma alternativa de ganhar um dinheiro que era abrir porta de carro na no na frente do teatro. O carro parava, que o pessoal vinha no teatro, a gente abria a porta do carro, fazia cortesia, sempre saía umas moedinhas para a gente, era ótimo. <laughs> Isso era muito bom. Na na no bairro, festas tinham. Tinha a quermesse na, que aí já essa é famosa. A quermesse da é famosa. Hoje em dia não é como é, antigamente, mas era, era o que agradava. Para a molecada, então, era o que há, que tinha O pessoal marcava briga para a quermesse à noite. Isso foi até adolescência, essa esse negócio. Era a turma de baixo com a turma de cima, era a turma de uma rua com a turma de Vai ter uma briga na quermesse, Que bobeira, né?

Só para dizer que eram bom. Não tinha motivo. Não tinha nem briga de mulher, às vezes é, porque, por causa da namorada. Era tudo moleque de doze, treze O motivo de de querer brigar era para dizer que que bateu em fulano, que bateu em Beltrano para, para ficar. Porque na realidade, você analisando, os caras não aguentava nem um tapa. Pensando bem, o cara tomava aí, um tapa aí era, era um problema. Mas tinha, mas tinha as festas, e tinha, e tinha o cordão carnavalesco né, que era o, o vai-vai, da da no, que na época do carnaval também andava pelas ruas da da da, da Bela Vista. E que tinha muita, chamava muito a atenção, apesar de muita gente não gostar de escola de samba, mas, porque naquela época não era nem escola de samba, era cordão carnavalesco, né. Depois é que começaram a aparecer as escolas de samba, estou falando isso do início dos anos cinquenta né, que era E e, tinha as atividades lá, que é o que movimentava o bairro era as cantinas, que tinha, já tinha ali na Major Diogo mesmo tinha a cantina do Capuano, que era pertinho de casa, a cantina do Capuano. E tinham outras, outras atividades também que, muitas delas eu não lembro que o que acontecia, porque não atingia a minha faixa etária. Eram coisa, coisas bem de adultos e eu não, não não, não me ligava naquilo, entendeu? Mas havia muita, havia muita festa lá e era calmo o bairro. Não é o que é hoje. Que ali, hoje não é calmo em lugar nenhum. Não é o que é hoje, mas o bairro era calmo e gostoso de se morar. Por isso que eu sempre morei
Lá. <laughs> E nessa época o senhor já tinha eh, vontade de participar do cordão?
Claro, vontade eu tinha né, a vontade eu tinha, mas o problema era que é, era proibitivo. Minha mãe detestava isso. Né, nossa senhora, como ela, ela detestava escola de samba. Mas é depois de muito tempo é que eu fui entender porquê. Porque quando da fundação do Vai-vai, o meu pai participava também. Ele participava, estava lá no meio, junto, isso, aquilo. Agora o, depois ele virou pai de santo e largou tudo. <laughs> Como é que foi isso? Ah, isso Como ele virou, não sei. Ele nunca contou. Porque quando eu nasci, ele já era pai de santo. <laughs> E o pai de santo e o cordão carnavalesco não podem? Não, não sei, claro que pode.

Não tem problema nenhum. Eu não sei por qual motivo, mas aí ele se afastou. Aí ele se afastou, mas mesmo assim minha mãe detestava isso. Minha mãe detestava a escola de samba. Tanto que minhas irmãs esperaram ela morrer para sair no samba. Olha, ele eh, que nós morávamos ali na Major Diogo, e e iam lá no Cortiço algumas pessoas consultar, mas ele tinha, ele tinha um compadre dele em São Miguel, que lá era que eles faziam as sessões, isso e aquilo, e, mas tinha bastante gente procurando. E é como eu, eu costumo dizer, pai de santo, eu falei O pessoal pergunta por que ele era dos bom. Eu falei, não é porque ele ficou doente, ele ficou doente, todo mundo correu, isso e aquilo para, e para, para levá-lo para o hospital. Ele falou para o meu irmão, não se preocupe não, eu vou morrer mesmo. Eu bobeei e me acertaram.

Não demorou três dias, ele morreu. Eu falei, ele era bom. Ele viu a morte dele, <laughs> ele era bom. É muito fácil você ver a morte dos outros. Quero ver, ver a sua. <laughs> Mas então eu não sei explicar para você o porquê que ele largou o samba. Eu <coughs> não sei explicar. Uma coisa eu sei.

E e, eu não punha a mão no violão, mas sempre apanhei por causa do violão. Eu acabei pegando raiva de violão. <laughs> E não podia tocar o violão? Não eh, eu Eu tinha seis, sete anos de idade. Meu irmão Ivan já tinha quatorze Pegava o violão e começava a tocar. Quebrava a corda e ele guardava o violão. E o velho chegava em casa e via o violão com a corda quebrada. E ele não conversava, que eu acho que era intriga da oposição, porque minhas irmãs que diziam que eu era muito espírito de porco, eu não acho que eu era. Mas, e por analogia, a primeira orelha que estava na frente é que levava o tapa, e era eu. Eu nunca pus a mão no violão do meu pai. De tanta raiva que eu fiquei. Eu não passava uma semana sem tomar uma surra por causa de uma corda quebrada do violão. E eu dizia, não fui eu. E ele acreditava. <laughs> Era a fama Que eu tinha em casa. Não, ela não gostava, que ela queria para os filhos, que ela dizia que ela queria para os filhos que os filhos se desvencilhassem de samba, que aquela época samba era coisa de maloqueiro. De maloqueiro não, de marginal mesmo, né, que ele começou O samba começou a se de desmistificar no final dos anos Naquela época era coisa de mar, de marginal, onde se via. E mesmo assim, nos anos sessenta, quando a polícia resolvia acabar com o samba, ela baixava o pau e acabava com o samba mesmo, né. Não tinha dúvida. E minha mãe não gostava, ela queria outra vida para os filhos, entendeu? Era um direito dela. Era um direito dela. E e ela punha na cabeça da gente, não era para se meter com isso, não se meta com isso e tal. <laughs> E ela gostava muito de festa, né? Ela era muito festeira, minha mãe. Qualquer coisa, pessoal tudo Lá em casa, família, qualquer coisa é festa. Até hoje nós comemoramos o aniversário dela, do meu pai. Até hoje nós fazemos isso. Se ela estivesse viva, ela teria feito em abril cento e dezenove anos. E meu pai agora, em dia doze de setembro, completaria cento e dez anos, então Então, a gente sempre, até hoje, comemora essas data. Aniversário de casamento dos dois, que que ela gostava muito de festa. Era uma mulher muito alegre, mas não suportava samba. O samba de escola de samba, de cordão carnavalesco né. Se eu ouvia um samba no rádio, não tinha problema. Ela não queria esse burburinho do pessoal.
<coughs> E vocês obedeciam? Eh
Em parte, né? Em parte. Eu, pelo, aí eu só posso falar por mim. Em parte, eu obedecia. Tanto que eu, eu comecei a frequentar samba escondido dela para não ficar naquela, se eu fosse lá de cara no vai-vai, ela... Ela me via. Eu estava no vai-vai, mas não estava. Eu estava no peruche. Então eu ficava lá. O que eu aprendi de samba todo foi lá no peruche. se eu ficasse no Bixiga, ela ia ver. Ia ficar pegando no meu pé.

Fogo. <laughs> Mas se ela via, ela também estava, né? Como? Se ela via, ela também estava?
Não, ela não gostava. Ela não queria saber. Ela não ia. Ela não ia de forma alguma. Agora, as minhas irmãs também escondidas, de vez em quando, iam e tal. Agora, depois que ela morreu, saiu todo mundo no samba. Mas não queriam que ela, elas não queriam que a minha mãe ficasse sabendo, vendo. Como eu sempre fui espírito de porco, como eles diziam, eu não acho, mas eles diziam que eu era. Eu então fazia as coisas escondido, né? Ia longe, lá para o, isso e aquilo. E depois, depois que ela morreu, eu vim para o vai-vai.
<laughs> E como é que eram essas suas vidas para o Peruche? Não, eram
Normais. Que tem o <coughs> o geral do filme, meu primo. E ele, desde pequeno, desde pequeno, ele é meu primo por parte de pai, né? E de desde pequeno que, que ele estava envolvido em samba. E nós tínhamos sempre ligação, ele estava sempre ligado conosco, meu irmão principalmente né, que é uma ,próximo à idade dele. E <coughs> ele então sempre falava do samba, eu sempre eu gos, sempre gostei de samba também, né? E E nós começamos, ele estava, eh essa época ele estava lá no Peruche, eu comecei a frequentar o Peruche. Depois é que o Depois que minha mãe faleceu, Vim para o Bixiga, aí que eu fiquei aqui no Bixiga, no no no no vai-vai mesmo. Mas ah, e nessa altura, é isso que a gente está dizendo, e nessa altura, com essa transição de vai-vai para, de de de Peruche para vai-vai, é que nós começa, eu comecei a participar ativamente do samba, né? Da organização do samba, etcetera, etcetera, e Mas foi tudo nessa época.

Nessa época que eu come eh, eu tinha vinte e dois para vinte três anos, isso foi logo depois do golpe. Logo depois do golpe de sessenta e quatro é que eu, é que eu comecei a a participar ativamente de samba. Antes eu participava, mas não ativamente. estava só de, só de orelhada. Eu ia no samba só de orelhada.

Só até hoje Bom, a participação começou eh, tocando na bateria. Você vai tocar surdo, vai lá tocar surdo na na na na, na bateria. E da bateria eu aprendi a fazer umas, umas letrinhas de, umas melodias e tal, fazer umas músicas para, para, para, e de samba-enredo e samba comum que a gente fazia lá. Coisinha assim, não não muito profissional. E fui me enveredando, fui me enveredando, e até hoje eu Estou nessa aí, quer dizer, eh existem algumas, algumas passagens né que ficam marcadas na vida da gente, porque, por exemplo, aí eu tenho que voltar, tenho que voltar no tempo, eu Quando era moleque, quando eu era moleque, que eu tinha nove anos de idade, que é ali na, na Major Diogo, eu Tinha a, o Teatro Brasileiro de Comédia e tinha a a Companhia Veracruz, a Cinematográfica Veracruz. E o que acontece? Mazzaropi estava fa fazendo um filme, o Sai da Frente, né e tinha

E o Abílio Pereira de Almeida perguntou para ela se não conhecia nenhum, nenhum moleque que pudesse fazer uma ponta num filme aí. Ela foi lá e me chamou, me chamou, levou eu Eu fiz o esse filme, o Nadando em Dinheiro, com o Mazzaropi, o Sai da Frente com o Mazzaropi, e depois fiz o Nadando em Dinheiro. E depois ainda fui trabalhar com ele na televisão, naquele programa Festa na Roça.

Eu comecei a ficar nesse meio artístico, mas de de brincadeira né, não não foi para frente nada, em termos profissionais.

Envolvia a parte musical também, e nós E isso me deu muito gosto, principalmente dali para passar a a frequentar a escola de samba. E veio vindo, quis dar uma uma sequência lógica, que não foi de uma hora para outra, não. Foi um um processo que veio de uma de uma fase cinematográfica, né? E depois o, tomei o gosto de representações, aquilo, e comecei a fazer parte do tea, do grupo amador do da Do ginásio
E veio e vem, e bora. E o senhor se lembra, assim, como é que foi a primeira música?
Assim dizer a primeira é difícil. É difícil. que, eu sei que eu comecei, por exemplo, no, o ano que o, que o Peruche, e tinha o enredo Festas e Tradições de Pirapora. Então eu fiz toda uma pesquisa.

E e eu fiz toda aquela pesquisa para ele, como é que era a festa e tal. E nós começamos a montar o samba. Mas era duro fazer samba com ele, porque ele era ditador. <laughs> Tinha que Tinha que ser o que ele queria e as brigas saíam, né? <laughs> Ah, fica com essa porcaria aí no, então nós Eu junto com ele que eu comecei a aprender a arte de de de, de compor, de fazer, as coisas assim. Então, um samba que eu ajudei a fazer, que depois briguei com ele, foi esse daí a, Festas e Tradições de Pirapora. Mas tudo bem, aí não, isso não, não tem nada. Eu falei, deixa meu nome ali no, como pesquisador que está bom. <laughs> Pesquisador que está bom, eu não Eu gostava de fazer, não tinha assim nenhuma, nenhuma vontade de, de vamos dizer, me tornar um grande compositor. Apenas e tão somente, hobby mesmo, que Na minha cabeça, bem da verdade Eu queria era ser, era ganhar dinheiro. O que eu queria era ganhar dinheiro. E aquela época, como hoje, a época, o samba não dá muito dinheiro para ninguém, entendeu

Naquela época piorou. Aquela época não, a Eu lembro até o, um amigo nosso, o Jangada, que ele sempre dizia que a única coisa que você espera receber do samba é desaforo. E é verdade. Só recebe desaforo. Não recebe mais nada, ah Qualquer coisa, você pisou na bola, todo mundo se julga no direito de largar a língua em cima de você. Não quer saber o que você fez. Não quer saber o porquê, né É o velho problema. Alguma coisa não deu certo, vamos procurar o culpado. Tem que procurar onde é que está o erro, não o culpado. De repente o Zé que errou, o Zé que é o culpado? Ele errou porque alguém passou alguma coisa errada para ele. Então tira o Zé, bota outro e vai continuar dando problema do mesmo jeito. E isso em samba acontece muito disso. bastante, já vi acontecer um monte de coisa nesse sentido. Dá errado, pega um cara e crucifica o cidadão. Crucifica o cidadão, bom, no no ano que vem acontece a mesma coisa. Aí procura outro co, outro coitado para ser crucificado. Mas o problema é que o erro está lá. E isso que o pessoal não enxerga. Na hora tem que achar um culpado. Não é Então eh, isso sempre aconteceu e pior que não vai parar tão já. Certamente. Então, falando da da da, da composição você disse, depois é que aquela época ainda tinha um, um negócio que o presidente da escola falava, fulano vai fazer o samba. Que era mais honesto do que acontece em muitas escolas hoje. Chama todo mundo para fazer, todo mundo faz o samba, mas o samba já está escolhido. <laughs> Em muitas escolas são assim, não são todas. Em muitas escolas Naquela época os presidentes eram mais honestos, eles falavam, fulano vai fazer o samba e pronto. Fulano ia lá, fazia o samba, o samba ia para a avenida, todo mundo cantava e não tinha nenhuma discussão, não tinha nenhuma briga. Hoje em dia tem compli, muita complicação. E, e também o samba mudou muito, né. Não é mais a, aquele samba que se fazia e que se faz hoje. Eu não sou saudosista, mas eu preferia o de antigamente.
<laughs> Qual a diferença? Ah, da
água para o vinho. Hoje em dia a maioria das escolas saem com marchinha. A maioria das escolas saem com marchinha. E aí o pessoal pergunta, como é que você consegue saber se é marchinha ou não? Eu falei, é só você fazer a marcação de marcha enquanto o samba estiver tocando. Aquele pum bum bum, pum bum, pum bum bum, pum bum. Aí o samba está comendo, aí é marcha. O samba não, o samba é E hoje em dia poucas escolas ainda fazem isso. Não, o samba é tum, tum, tum, tum, tum, tum, e a marchinha é pum, bum, bum, pum, bum, pum, bum, bum, pum, bum, é aquela que toca em fanfarra, né? Aquela batida toca em fanfarra. Agita bastante, é claro. Agita bastante, dá uma energia, o pessoal pula, corre, isso, aquilo, agita, mas não é samba. Porque <coughs> eu lembro dos sambas de antigamente, o andamento dos sambas de antigamente, era um negócio, se olhar o andamento dos sambas de hoje, nossa. O cara fala, não, como é que pode? Não, isso não é samba de escola de samba mas é. <laughs> Mas era samba de escola de samba, né.

Então eh, a coisa mudou muito. Como eu disse, eu sou saudosista porque eu gosto daquela época, mas eu admito a mudança. Eu admito a mudança. Mudança tem que ocorrer. Aquilo, como eu dizia do, a respeito da do do, do andamento do samba de antigamente com o andamento do samba atual, é uma mudança substantiva. Não há mínima comparação. Se pela quantidade de componentes que uma escola tem hoje, vai-vai, quatro mil componentes. Isso, quatro mil oficial. Porque a correria que fica, o banzanzan que acontece, lá o pessoal empurra todo mundo que senão não passa. E pelo tempo que tem de desfile, E isso, o vai-vai, normalmente, eu acho que ele desfila com umas quatro mil e quinhentas pessoas pessoas, às vezes até com cinco mil, que é gente à beça. É gente à beça, mas graças a Deus a gente passa, passa e passa bem. Não passa dando furo, não. E com o andamento do samba de antigamente, ah, levaria umas três horas para a escola passar. levaria umas, umas três horas para a escola passar. E esse fenômeno acontece no Rio também, não é só aqui em São Paulo. Não é só aqui em São Paulo, que Lá no Rio eles também restringiram um pouco. Nos anos sessenta costumava-se dizer, tem escola lá no Rio, se nos anos setenta, melhor dizendo, escola lá no Rio saía com seis mil, sete mil pessoas. quanto tempo demora para desfilar? Também a turma não respeitava muito, mas depois que começou a ser um, um produto de de venda, o desfile carnavalesco, aí tiveram que ser respeitado o horário, etcetera tinha aqui uma velha disputa. Camisa e vai-vai. <laughs> Camisa e vai-vai. Então, na época do cordão, não tinha horário para nada. Então, camisa vinha com, quem estava na frente tentava sacanear o outro. Sempre desfilava quase ao amanhecer. Então, a que, a escola que estava na frente fica duas horas, três horas ali tocando. Porque é só para a fantasia da outra ficar feia. <laughs> Cidadão fazia fantasia para aparecer à noite. Desfila com o sol

Tinha esse tipo de sacanagem. As Os dois cordões faziam isso, quem vinha primeiro Quem vinha primeiro tentava segurar o outro. E eh, ah e essa era briga, era gostosa. Essa briga era gostosa que tinha.

E não, não saía morte, não. Saía só gozação mesmo, <laughs> não tinha Não era como hoje. Qualquer coisinha o pessoal tem dedo mole, aperta.

Tal não <clicks tongue>
Só mesmo na base da gozação que, que tinha. <coughs> Então, pode ser que essa mudança do andamento tenha a ver com a quantidade de
Ah, mas não tenho a menor dúvida, não tenho a menor dúvida. Eu lembro, você ter uma ideia, um um, um samba do, do Vai-vai, de, eu acho que foi em sessenta e nove ou sessenta e oito, que era o samba do Carioca até, que era... <sings> Princesa, imperial arquiduquesa, veio da Áustria para viver no Brasil. Esse samba, a andamento era <sings> Princesa, imperial arquiduquesa. É aquele balanço. Você não faz quatro mil pessoas andar setecentos e cinquenta metros em uma hora com esse balanço. Você não vai fazer que o O pessoal vem todo balançando. Naquela época você não, <laughs> e ah, o desfile era no Anhangabaú ainda, e Nossa, quanta confusão que tinha. O os sambas hoje são todos, e e tem que ser marchinha. E tem que ser marchinha mesmo, infelizmente, porque senão não, não passa. Não passa, não tem, a escola vai ficar bloqueada. E, e não tem, não tem jeito. É evolução, né? Eu não gosto, mas é evolução. É, o desfile ah, os pri, não. Aí, o o, nos anos sessenta, sessenta e quatro, sessenta e cinco, quem fazia o desfile era a Rádio América. Era a Rádio América que fazia o desfile, era na rua São Luís. Na Avenida São Luís, o desfile era ali. Depois, quando, em sessenta e oito, o prefeito Faria Lima ele oficializou o carnaval, ele disse que era uma lei, que tem uma lei que haverá um desfile de escola de samba, tal tal tal, na cidade de São Paulo. Isso é de mil novecentos e sessenta e oito, quando o Faria Lima era prefeito aqui de São Paulo. A partir daí, as disputas começaram a ser feitas no vale do Anhangabaú, começaram a ser feitas no vale do Anhangabaú, depois do vale do Anhangabaú passou-se para a Avenida São João. Na Avenida São João, que é ali o problema lá no no, Vale do Anhangabaú, as escolas se concentravam ali na, no Paissandu e descia, e quando a escola vinha descendo já quebrava tudo, já virava uma miscelânea que fazia a escola de samba dar voltinha. Complicado. É complicado, você bagunça tudo. Não tem como. E fazia, a dispersão era na Praça da Bandeira. A dispersão era ali. Aí fizeram, foi fa o com, o desfile foi para, no começo dos anos setenta, ele já foi para a Avenida São João que foi O desfile foi para a Avenida São João, começava na Duque de Caxias e vinha até o Paissandu. Ali no Paissandu é que era a dispersão. E ainda não tinha aquele sistema de de cabine para jurado era, tinha o palanque oficial. Então as coisas aconteciam todas na frente do palanque oficial, que os jurados estavam lá, jurados o, da da prefeitura, né? Jurados da prefeitura, que convidava figurões, ah vai jogar lá e tal. E ganhava quem ganhasse. <laughs> Tem muitas histórias, já teve muita briga, <clicks tongue> isso é o passado. Aqui não era nada organizado, na realidade. Não era nada organizado. Nessa época mesma, que já havia sido oficializado o carnaval e tal, isso e aquilo, ainda tinha, ainda tinha os que a polícia dava. Lembro em setenta e três, lá no Peruche A polícia subiu lá no morro, bateu em todo mundo. Arrebentou instrumento. Foi uma confusão generalizada. Isso em setenta e Foi pouco antes do carnaval de setenta e Isso eu soube. Que até era o primeiro ano que a Tom Maior ia desfilar. Olha, <coughs> até hoje eu não sei porque eu não estava em São Paulo.

E essa época daí eu estava em Porto Alegre, não estava em São Paulo.

Bordoada na perna, dizem até, eh não, não, não feriu ninguém, mas disseram que o pessoal chegou lá dando tiro, mas acertou alguém? Não, não acertou, então se não acertou é complicado se, se afirmar que teve tiro, mas ficou tudo por isso mesmo, também aquela época não era para gritar muito não. Gritasse muito, sumia. Diferente de hoje né, que a turma grita sem razão. <laughs> Aquela época, se gritasse, sumia junto. não tem dúvida. Tinha aquela né Todo no ensaio de escola de samba tinha que ter o o pente fino, o o a capivara de todo mundo lá, eh nome, nome, identidade, para entregar no Dops. Tinha isso, senão não podia fazer ensaio. Eh Muita gente não sabe nem que isso aconteceu. não sabe nem que isso aconteceu. Para a escola ensaiar, coisa que ela faz hoje eh, tem que andar um pouco na rua. Tinha que ter o nome de todo mundo, que senão a polícia não deixava. Muita gente não sabe nem que se fazia isso. Tinha que entregar a delega a relação lá no Largo General Osório Lá no dops
na sua carreira que você vai trabalhar na nas

<coughs> Você, você começou na Uesp ou antes

É o seguinte, eu não, eh Antes da Uesp, eu não tinha, eu não tinha participação em nenhuma entidade de, organizacional de samba. Mas aí aconteceu o seguinte. O falou, conversou comigo ele falou, ô gordo <laughs> gordo, o pessoal está, o pessoal está querendo arrumar direito o samba aqui. Estão procurando pessoas que tenham vontade, que tenham uma visão para, para ajudar a trabalhar, para tocar o negócio. Ele falou, você topa entrar nessa? Eu falei, topo, né Topo, não tem problema nenhum, para mim não. Eu tinha terminado a faculdade há pouco tempo né, de administração, falei, não tem problema, então nós vamos. E começamos a fazer o levantamento da situação como é que estava. Que a finalidade era exatamente essa, tentar organizar minimamente o samba em São Paulo. porque havia a, a associação, havia a federação, que o o o Evaristo de Carvalho fazia parte né, antes era o Moraes Sarmentos, que era o presidente, depois o Evaristo de Carvalho, havia coligação, havia confederação, eu não sei que, eh um monte de coisa que havia. Então, o pessoal lá por volta de Setenta e quatro para se, eh né, setenta e três isso, setenta e três, eh que foi a época da fundação do Tom Maior, né, <laughs> tom, ah, <coughs> em setenta e e três, o pessoal começou, os presidentes de escolas de samba, começaram a se reunir, isso e aquilo, para nós fazermos uma Não é montar, não é fundar uma entidade. A Uesp era uma das, eh que tinha dentro da coligação, federação, união, confederação, tinha o, a união né, a união que era a Uesp. Então resolveu-se juntar todo mundo só na Uesp. Por que isso? Era exatamente para poder ter uma base, para poder ter uma base, uma única voz falando pelo samba, para poder dialogar e conversar com as autoridades, para obter algum a, que não seria, vamos dizer assim, o que nós precisávamos não era de subvenção, era de apoio. porque a sua prefeitura dava uma subvenção. Agora, essa subvenção você tinha que prestar, prestar conta. Então nós sabíamos, tem um cara que trabalha no no barracão, está lá fazendo carro alegórico, fazendo isso, aquilo, e o cara é movido a A capitão, ele ele não é alcoólatra, ele é aperitivista. Ele gosta de tomar uns aperitivos, tal Até o aperitivo que desse para o cidadão tinha que declarar lá e o Português do da da padaria, ele não, não dá nota para uma, para uma pinga. Ele não dá nota. E aí ficava aquele problema de como prestar conta. Esse era um dos problemas que existiam. O <coughs> outro, o outro problema era a, a qualidade de apresentação das escolas, locais de apresentação, entendeu? Quer dizer, tudo isso é que precisava começar a se organizar. Isso não era da noite para o dia, para o dia E teve um grupo de pessoas, né? que independentemente dos presidentes de escola de samba, né, que começamos a trabalhar junto disso.

Tem o, o ge, o Geraldo.

Então, eh essa, esse grupo de pessoas que nós começamos a a estruturar e a tentar botar, ter uma entidade única para responder pelo samba e, consequentemente, organizar o samba, ouvindo o o plenário que era composto pelos presidentes da escola de, das escolas de samba ou os seus delegados. E isso acontecia também. A partir daí é que se conseguiu dar um, uma direção para o samba. E ele está do tamanho que está hoje. Eu fico contente que eu falo que parece que é um filho meu que cresceu. <laughs> É um filho meu que cresceu, que antigamente não tinha nada do que tem hoje, não. Meu Deus do céu. Começa, eu não sei como é que está o negócio de verba hoje, mas começa que, que você não tinha uma base para, para dialogar com as autoridades o quanto que uma escola deveria receber e quanto que a outra deveria não eh, deveria receber, em vários grupos. Tinha primeiro, segundo, terceiro grupo, né, e tinha a vala aberta, que o pessoal chamava, que seria o quarto grupo né, o pessoal chamava vala aberta. E tudo isso, tudo isso daí a, esse grupo de pessoas começou a, a a direcionar, a trabalhar, bem trabalhado, e deu resultado. Deu resultado, sim. Foi aí que começou a a partir da, dessa ideia de vamos unir tudo. Eu não fazia parte de entidade nenhuma. Vamos, vamos unir tudo. Todo mundo uniu, eu Eu era sambista, eu estava no meio do samba só. Eu não tinha, não tinha cargo em lugar nenhum. Mas a partir daí eu fiquei. Eu fiquei na na, na Uesp até Mil novecentos e O Chase me transferiu para o Rio e eu tive que sair fora. Não, não podia morar no Rio, trabalhar no Rio e, e ser diretor do samba em São Paulo. Seria só forma, porque eu não ia fazer nada. Não, não, não dava tempo <laughs> de fazer alguma coisa. Então eu tive, aí eu tive que sair. Isso foi em mil novecentos e oitenta, quando eu fui morar no Rio de Janeiro.
Começou logo depois que se formou? Como é que foi essa. Ah! profissional. Ah!
a vida, a vida profissional?

Escola Superior de Administração de Negócios, em E seis, mil novecentos e sessenta e seis eu entrei na e fiz administração de empresa. Quando eu estava no terceiro ano, eu fui fazer um teste. Foi em sessenta Eu fui fazer um teste na, no Chase e fui aprovado. E fiquei trabalhando lá. Trabalhei lá até seis, eh oitenta e seis, até

Eu fui, trabalhava no Chase na área de organização, métodos e sistemas. E fui fazer esse mesmo trabalho no Bamerindus depois. Agora, nesse meio tempo que a pessoa perguntava, falava, mas como é esse tipo de trabalho de organização, método, com samba? Eu falei é, é a mesma coisa. Só muda a direção, mas é a mesma coisa. A, a a função de ó i eme, ah surge, eu vou te dar um exemplo. Quando criaram a, a compensação de cobrança, cobrança de títulos, né? Tá, então tem uma lei, vai haver uma compensação de cobrança. Febraban, <coughs> ela instituía uns parâmetros e cada banco tinha que se adaptar. Ou seja, pegava os parâmetros que eram dados e tinha, dentro da, de acordo com o seu fluxo operacional de cada banco, tinha que se adaptar àquelas normas. E era isso que eu fazia. Na escola de samba, enredo, dá sinopse, em cima da sinopse, você faz o samba e enredo, são vertentes São vertentes diferentes, mas os procedimentos são iguais. É só você ter a base e desenvolver aquilo que deve ser desenvolvido de acordo com os determinados parâmetros. Não tinha choque nenhum. A gente é obrigado a pensar né, que a função do de do, do ó i eme é pensar. Se ele não não souber pensar, não precisa dele. O que está todo mundo vendo, está todo mundo vendo. Ele tem que pensar a maneira de melhorar o trabalho, como é que muda, como é que faz, como é que acontece. É organização em métodos, né. Eh Como se diz, é é espécie em extinção. Espécie, aliás, o americano não entende como é que aqui no Brasil tinha ó i eme. O que é que é isso? Para eles é tudo analista de sistema, que eles falavam. Analista de sistema.

Mas tudo bem. Tem sistema eletrônico e sistema manutrônico, né <laughs> O o i eme atuava muito no sistema manutrônico também. Então não tinha diferença, não havia choque de Não é dizer que o sujeito ele, ele era médico, mas iria fazer uma planta para construção. Não, não tinha nada. A linha de raciocínio era a mesma. Você tem um, um ponto de partida e você tem que desenvolver alguma coisa em função daquele ponto de partida. Você segue, é só Só não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. <laughs> Mas você pensa nisso e desenvolve isso. Depois você pensa naquilo e desenvolve aquilo, eh não dá Misturou, estragou. Então nunca teve Nunca teve problema, não, entre as minhas duas atividades de, atividade bancária e atividade no meio do samba. Nunca teve, até me dava um pouco de folga, né? É que meu tipo de trabalho, eu não, não eh, não, eu era um bancário, mas não era aquele bancário que que atendia público, que tinha que estar lá no banco. De vez em quando saía de madrugada do samba e tinha que trabalhar. <laughs> trabalhando com um olhinho só né, mas não tinha que atender público, não tem problema. Sentava na sua baia e tocava o barco. <laughs> Às vezes enrolava, às vezes não enrolava. O problema é que trabalhar com americano tem isso daí, ele não te cobra nada. Ele dá o para você fazer e ele pergunta para você, quando você souber, quando você vai acabar, você me fala. Aí, não, tal dia eu entrego. Tal dia tem que estar pronto. Eh Se não é uma vez só. Não fica no pé, não. fica no pé, não, ô como é que está? Não, não, não, faz. Você falou que tal dia está pronto? Tal dia está pronto, tal dia Dava, não era. Não, mas olha, não deu Eles têm essa mania, né? Eles que aprendem isso. Não é procurar quem é o culpado. Onde é que está o erro? Você Procura o erro. Quem fez não interessa. Quero saber o que que está errado. E isso tinha de bom. Eu tinha tempo livre, disponível. A gente podia, às vezes, enrolar uns dois, três dias e que não tinha problema nenhum. Mas era bom.

Dava para fazer, sim.

tal dia tem que estar pronto, né? Não sei se você já foi convidado para dar palestra mas, mas muitos sambistas são convidados por por empresas para dar palestra, porque no dia tem que estar pronto, os carros alegóricos, as fantasias
Não eh, mas aí ah, aí eh, aí é uma outra, aí muda de figura, muda de figura, porque aí você tem um timeliness, né? Ou seja, se o carro alegórico, o desfile é no dia quatorze, se ele não ficar pronto no dia Mas para que isso, para que ele fique pronto no dia do do desfile, tem que haver anteriormente um planejamento para ir sendo executada, irem sendo executadas as tarefas. E é isso que os americanos falam. Você tem que se planejar, você tem que se planificar. Não é ir na base do Vapt Vupt.

Você diz, tal dia eu vou fazer isso, tal dia eu vou fazer aquilo, tal, tal Tem o dia fatal. Tem o dia fatal. Você tem que fazer o seu O trabalho dentro não é dizer que ele fala, você faz quando você vai. Quando você souber, diga para mim. Não, não é assim também né. Não é no vai da valsa. Porque o cara fala, ah daqui dois anos está pronto. Não, não é assim. Você tem um um, um dia fatal. E você vai tem que se programar dentro daquilo para fazer. Por isso que as coisas fluem. Que é Que é verdade agora. E nessa planificação entra o quê? Você tem que saber se você terá recursos para executar aquelas tarefa, no caso do samba, quando o cara vai fazer o carro alegórico. Tem recurso para aquisição de material? Tem recurso para pagar a mão de obra, para fazer? Isso é planificação que tem que ser feita antes. Você não pode inventar moda e não saber de onde tirar o dinheiro. E tem sempre que ter, que ter o plano bê, né? O famoso plano bê, não deu aqui, pega dali. Se não tiver o plano bê, não vai para frente. E o senhor casou? Casei Casado Há trinta e cinco anos com a mesma mulher. <laughs> Onde o senhor conheceu ela? Em casa ela era amiga da minha irmã. E ela, uma vez ela veio em casa, que eu sempre eu, e eu estava dormindo, eu tinha vindo de uma festa, era um domingo de manhã, eu estava vindo de uma festa, e eu escutei uma voz. Nessa altura nós já não morávamos na Major Diogo, morávamos na Quatorze Bis. Já tinha melhorado de vida, saímos do cortiço lá para o apartamento. Isso eu tinha quantos anos?

e quatro anos, vinte e quatro E eu escutei uma voz assim, eu falei, eu não conheço essa voz. Curiosidade, né? Eu não conheço essa voz, que voz é essa? Aí, aí eu levantei, eu dormia na no quartinho da empregada, <laughs> dormia no quartinho da empregada, mas não tinha empregada, era só o quartinho que tinha lá, né?

Eu levantei para ver, foi quando eu vi, eu falei uai que, que mulher, que menina é essa, eu não sei quem é, mas a minha irmã Cida falou, não, ela é minha amiga, isso aqui, ah, tá, está legal, isso e aquilo. E e o negócio passou, mas como, se sempre fui mulherengo, né? Foi indo, ela frequentava em casa, isso e aquilo, foi indo, acabamos namorando, namorava, brigava, namorava e depois casamos. Depois casamos. Casado há trinta
e cinco anos. <laughs> E ela também é do samba? Ela
Ela também desfilava no samba, eh obviamente em função de de ser minha esposa, né? Ela desfilava no samba, mas depois resolveu parar de desfilar. Resolveu parar de desfilar. Ah, não vou desfilar mais. Mas ela todo, todo ano está na avenida assistindo desfile, só que ela não perde um, não perde vai nos ensaios, no Vai-Vai, isso e aquilo, aí ela desfilava no Vai-Vai, mas De repente parou de desfilar não, não desfila e agora começa a briga né, que, começa a briga não, que agora é o meu filho que está na parada né, que está com um samba enredo lá no, no Vai-Vai que está, vai para a final e a final é domingo agora né, então está, o bicho está pegando lá, <laughs> o bicho está pegando e ela está toda ouriçada, e quer saber, não, isso aqui foi, eu acho melhor tu não ir domingo lá não Se não vai dar um piripaque em você, não vai não, vai Vai que o cara perca o samba, que pode perder, pô. <laughs> Ela, não, mas eu vou lá Acho melhor você não ir. Mas ela vai, ah essa adora samba, diferente da minha mãe. Esse meu filho teve sorte. É diferente da minha mãe. Ela adora samba. Está em todas. Só não desfila mais, não sei porquê. E não é dizer que está com o corpo estragado, que não está, não. Que ela não me
ça dizer. <laughs> Isso é uma disputa para ver quem vai ter o samba no no carnaval? É, qual vai ser o samba
que o a escola vai cantar no no carnaval. Toda escola faz essa disputa né, atualmente faz isso. Como eu disse anteriormente, no nos anos sessenta, no início, até um pouco no início dos anos O presidente da escola de samba falava, o fulano de tal vai fazer o samba. E fulano de tal fazia o samba. Fazia o samba, tudo bem, normal. Depois começaram as disputas. Tem a a, a ala de compositores, então vários sambas são compostos e vão, e são apresentados para um corpo de jurados, um corpo de jurados que vão escolher o o, o melhor, que eles entenderem o melhor samba. Às vezes acertam, às vezes fazem Dão cada pichotada. Que nossa, meu Deus do céu. Mas é, faz parte. Faz parte. <laughs> É como costumam de dizer, bronca é ferramenta de otário. O cara que pede samba-enredo vai bronquear?

Volta o ano que vem, pô. Volta o ano que vem, não faz isso não. Não adianta. Vai bronquear o quê? Já Já perdeu, perdeu, perdeu. Bronquear né, bronca é ferramenta de otária, só o prejudicado é que vai dar, cheio de razão. Tem outras formas de você resolver a parada tal, faz a pressão daqui, um jogo político acolá e tal. Então, o que está com o na, no Vai-Vai agora, esse próximo domingo, tem três sambas, um deles é do meu filho. E está cotado, mas pode perder. Pode perder. Isso não, não quer dizer nada. Teve um ano no Carnaval de noventa e quatro que todo mundo estava cantando um samba meu e o samba perdeu.
O senhor já ganhou algum? Não, esse

Eu sozinho, não. Esse daí, por exemplo, do Carnaval de noventa e quatro, toda a escola estava cantando o Botafogo na Canjica. Né, e o samba perdeu.

E, infelizmente, nesse ano, infelizmente nesse ano Vai-Vai, ficou a meio ponto de descer para o segundo grupo. Porque foi um, uma série de problemas que ocorreram com a escola no dia do desfile, que ficou a meio ponto na frente da Barroca Zona Sul. Eram doze escolas, né? Eh E desciam duas. A décima segunda e a décima primeira. Vai-Vai, ficou em décimo. E só por meio ponto na frente da Barroca. Foi esse ano que eu não, até hoje eu não entendi porque meu samba não ganhou. Até hoje eu não entendi. Mas também não fui perguntar. Obedecendo a esse critério que eu falei. Bronca é ferramenta de otário. Perdeu? Perdeu.

O que, o. O samba. O samba eu lembro do refrão, não não lembro dele todo, eh <sings> Bota fogo na canjica, amor, pegando fogo na avenida, eu vou, eu vou, eu vou no embalo do delírio e do prazer. <sings> Na quarta-feira venho renascer. Era a história, dizia, era, como é que era o enredo? Era um enredo que dizia a respeito da da criação do mundo, uma coisa assim. Era nesse jeito. Que a a Eu tenho isso comigo. Eu perco o samba, eu a (assobio), eu até esqueço o samba. Eu até esqueço o samba. Para não ficar na bronca. <laughs> Para não ficar na bronca, não ficar comparando o meu samba com o samba que ganhou, eu até esqueço. Não, esqueça, que eu vou para a avenida, vou ter que cantar outro samba, isso, aquilo, tal, então deixa para lá. E eu sei que eu estou entrando em uma disputa. Eu estou entrando numa disputa e numa disputa, você pode ganhar ou perder. Então, você tem que encontrar formas de limpar a sua cabeça para não ficar com nenhum resquício de de mágoa. Isso daí que isso faz mal a beça para a saúde, né? Ficar naquele veneno danado. Não, porque. Para! Acabou, acabou. Vamos embora. Nunca briguei com ninguém por causa disso, nunca falei abobrinha para ninguém. E eu acho que isso daí fez com que até eu ficasse mesmo sendo respeitado, né, por ser, não por ser uma pessoa covarde ou, ou besta, mas porque eu sou uma pessoa esclarecida, eu sei o que está acontecendo, e eu vou fazer o quê? Eu entrei numa competição, perdi, o outro ganhou, pronto. Não vou nem perguntar por que que eu perdi. Perdi porque disseram que eu perdi.

Depois vem os resultados. <laughs> A história depois conta. Depois a história conta. tu vai ver o que aconteceu e fala, pô, foi

Fazer o quê?

Fazer o quê, o bilhete já correu, <laughs> e como é que foi ser um gestor da associação e, ao mesmo tempo, sambista
Aí da, aí tive que dar uma parada. Ah, porque aí começou um problema, minha santa. Quando nós começamos aí, a Uesp tomou corpo, né? Tomou corpo e nós Fomos até, era a época, era a Paulistur né, a Paulistur que estava que, que, que tomava conta do carnaval, que fazia organização, então nós começamos a fazer uma série de injunções junto a eles.

que nós descobrimos uma, o Amaury Jório, que era presidente da associação lá da, lá no Rio de Janeiro, e era amigo nosso também, ele, falecido Amaury Jório.

Se você, se as entidades colocarem o nome de associação cultural, elas não precisam receber a subvenção. E eu fui procurar. Procurar essa lei que dizia uma verdade. Uma entidade cultural, ela, os órgãos públicos podem Pagar um cachê artístico para eles. E e eles não precisam pagar oi esse esse. Porque já dava pouco dinheiro. Ainda tirar cinco por cento para pagar o i esse esse, para a própria prefeitura. ô, fazer um acordo. Que vai voltar o dinheiro, vai voltar. Então deixa a gente fazer o carnaval aqui, e dali e tinha que mudar o nome da escola né, estatutariamente. No começo foi duro. Tinha gente que, não vou mudar o nome da minha escola não. <laughs> falei, não vai mudar o nome da escola, você vai acrescentar uma palavra. Mas tinha que fazer um novo estatuto, né. E isso nós conseguimos, aí as escolas começaram a passar a receber cachê artístico. Porque recebia um cachê artístico para se apresentar no dia do desfile oficial. Isso já melhorou bastante a vida da escola, né Aí, a po, o próximo passo é que nós fomos por etapa, né. Primeiro por etapa, dizendo, olha, a entidade que vai negociar é essa, todo mundo estava de acordo, tal, as outras entidades foram todas extintas e só ficou a Uesp. Então começamos aí, o primeiro passo foi esse, foi arrumar, foi arrumar o dinheiro, razoavelmente justo né, para as escolas fazerem um carnaval, obedecendo o tamanho das escolas, primeiro grupo, segundo grupo, terceiro grupo. E agora o próximo passo qual era? Era nós sambistas tomarmos conta do samba, porque a gente fazia festa, E as entidades, a a entidade que organizava a Paulistur, ela não pegava fulano, beltrano, tal, e botava lá para julgar. Eram pessoas que não tinham a menor ligação com o samba, e

E não tinham culpa, eles eram convidados, gostavam da festa, iam lá e julgavam.

Jogador de futebol. O cara é jogador de futebol, você vai julgar a melodia. O cara nunca tocou um violão, nunca, você entendeu, o cara nunca fez nada daquilo. Mas era famoso, o nego punha ele lá para julgar. Isso acontecia muito. A ideia era tirar os jurados da mão das autoridades. Não é tirar por tirar, mas nós organizarmos. Ah, mas foi complicado. Meu Deus do céu. Bom, o e a primeira vez que nós conseguimos isso foi no Carnaval de Eu tinha um carro Maverick, que eu botei o nome de do Celeste. <laughs> Eu morava aqui na Pompeia. Morava aqui na Pompeia. Então, o Gera e eu, nós fomos lá para a apuração. E

Estava passando ali no Vale do Anhangabaú para ir na apuração, era no décimo terceiro Batalhão, na Rio Branco, e eu falei para o Gera, eu vou deixar o carro aqui no estacionamento e vamos para lá de táxi, na lá no Anhangabaú. Ah por quê? Eu falei, vai por mim. Alguma coisa falou, entra aí no estacionamento e deixa o carro. E fomos para lá. Aí foi feita a apuração, né? com os jurados que nós havíamos escolhido, e no, um monte de escola bronqueou por causa disso. Um exemplo foi a Mocidade Alegre, que na terça-feira de carnaval, a Rede Globo deu o título do carnaval paulistano para a Mocidade Alegre. A hora que nós abrimos as urnas, deu camisa verde. Ah Ah, meu Deus! Gera e eu saímos de lá do décimo terceiro no camburão, e foi o ano que o Peruche desceu para o segundo grupo. O pessoal achou que estava tudo errado, eu falei, pô seria eu, eu não menosprezo a inteligência de ninguém, mas também eu não gosto que menosprezem a minha, se eu estou no meio do samba, eu estou circulando no meio do samba, eu vou fazer maracutaia com o jurado? Eu não sou besta, porque eu vou estar de volta ali, depois do carnaval, todo mundo está me vendo... Não vou ficar arrumando o resultado, mas é aquele problema. A escola pede e acha que quem escolheu arrumou o resultado. Pode até ter havido isso no passado. No passado ou no, ou depois que nós instituímos isso, pode ter Eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz isso. A única coisa que nós fazíamos, que até Na Fundação das Artes, lá em São Caetano, e pegamos, e pegamos o, conversamos com as pessoas nas suas várias áreas e tal, para colocar percussionista, professor de pre, percussão, para julgar bateria, etcetera assim O o homem certo no lugar certo. Velho jargão, mas é verdade, tentamos fazer isso e conseguimos, conseguimos fazer, no primeiro, no primeiro ano houve isso, no segundo ano já não houve Houve, houve toda essa bronca, o pessoal da polícia militar, não, não vão sair assim, não. Entra aqui no no carro e tal, que nós levamos vocês onde vocês quiserem ir. Eu falei, não, vamos pegar um táxi Ele falou, não. Aí eu fico imaginando, se eu tivesse ido de carro, os cara botar fogo no carro, porque eles conheciam o meu carro. Um carrão bonito, era bonito o carro. <laughs> Quais são os critérios do samba? <coughs> São a Que o samba aqui em São Paulo são dez quesitos. Então veja eh, vamos ver, eh Letra de samba, melodia, mestre sala e porta-bandeira, bateria, evolução eh, harmonia, alegoria, e fantasia. O enredo. E a, o enredo, falta um. Comissão de frente. São esses dez quesitos que são julgados. Aí tem os itens desempate. Na época em que eu era diretor da Uesp, a gente usava os quesitos desempates da seguinte forma, com as notas dadas para os quesitos que não dependem do poder econômico. Ou seja, o fazer o mestre-sala dançar, não tem dinheiro que faça. Comprar um mestre-sala bom, não tem. O cara tem que ser bom, depende da pessoa. Uma bateria boa depende da bateria. Pode botar um milhão de de reais ali que não, para chamar chuva, um monte de pajé, e não vai sair samba. vão chamar chuva. Então os itens que independessem do dinheiro do, do poder econômico, eles se sobressairiam para ser classificados como itens desempate. Hoje eu não sei se é assim. Me parece que estão sorteando os itens para saber qual item que será o item desempate. Porque a ideia era privilegiar o talento e não o poder econômico. Porque se uma escola tiver dinheiro, ela faz fantasias maravilhosas, faz alegorias monstruosas. Mas só depende do dinheiro. E para, e enche a vista da pessoa, o cara fala, então mas, depende de dinheiro, mas tem que ter bom gosto. Mas com bastante dinheiro, o bom gosto

nossa! <laughs> Como é que é essa diferença econômica entre as escolas?
Escola que consegue arrecadar, escola que durante o ano inteiro promove eventos, e ela consegue arrecadar, ela consegue fazer uma caixa. Então ela tem a chance de fazer um carnaval bem melhor do que aquela escola que não arrecada. Aquela escola que fica só esperando a verba. Só esperando a verba é duro para ganhar carnaval. Hoje em dia não ganha mais carnaval se ficar esperando só a verba. Pode fazer um samba bonito, pode estar tudo muito bem. O pessoal pode dançar à vontade na avenida, mas O que for apresentado não vai conseguir competir com as outras. Porque é termo comparativo, eh O desfile de escola de samba é diferente de um jogo de futebol, que O time pode acabar com o jogo, mas não fez nenhum gol. O outro fez um gol de canela e ganhou um a zero, quer dizer, <laughs> aí você

Acabou, o outro ganhou. Na no samba, não. Você tem que eh, o jurado, ele tem, é um impressionismo e ele tem que fazer a comparação. Quer dizer, ô eu gostei dessa escola. Tudo bem, eu gostei dessa, por isso que é ruim desfilar logo de cara. Porque vira parâmetro. Vira parâmetro. Então, a outra, se for um pouquinho melhor, ele fala, não, é dez para essa e nove para aquela. Pronto, essa já dançou. Essa já dançou. Começa assim, eh É o impressionismo.

É muito pessoal. Ele vê aquilo e depois ele, ele vai comparar com a outra. Essa é a forma correta. Porque, na realidade, está cheio de jurado que não faz isso. Está cheio de jurado que não faz isso. Essa que eu vou falar aqui é a forma. Aquilo que foi idealizado na cartilha que foi feita, na primeira cartilha que foi feita para instrução de jurados, isso estava, estava escrito lá. Eu sei que estava escrito lá que eu participei da, da confecção dessa cartilha. Agora, o que, o que jurado faz, às vezes, você vendo o desfile e vê que ele não percebeu isso. Você vê é uma nota que ele dá para uma escola e a nota que ele dá para outra escola, você percebe que o jurado não comparou nada, não. Ele deu a nota no samba-enredo por causa da alegoria que estava bonita. Acontece muito disso. É o o impressionismo. O cara se impressiona tanto com uma coisa que acha que tudo está bom. <laughs> É verdade. Ele acha que o resto está tudo bom. Ele ficou impressionado. Qual é a tática das escolas de samba de carnavalesco? Bota aqueles troços monstruosos para abrir o desfile. Nossa, o que vem lá? Depois pode vir um monte de requenguela. Mas aquele impacto que causa Vai causar no jurado também. O jurado se impressiona e fala que beleza. Tudo que vier atrás ele vai achar bom. É o caso daquele grande compositor que todo mundo fala. O cara é um grande compositor. Aí o outro fala, mas faz uns boi com abóbora. Não, eh faz. <laughs> O cara faz. Não é que tudo que ele faça é bom. Uma hora ele quebra a cara. Ninguém é infalível, né.

E eh, ê esse critério os jurados algumas vezes não observam. O jurado do comparação, com o do comparativo. Essa é melhor que aquela, aquela é pior do que aquela outra. Teve um ano que, carnaval de oitenta e cinco, se não me falha a memória, que inventaram. Não, a escola passou, dá nota e leva embora. <laughs> É, não. Pô, isso, me desculpe o pessoal, isso isso nunca foi, isso nunca foi, mais de vinte anos, nunca falei isso em público, mas eu acho isso o cúmulo da sacanagem. O cúmulo da o quê Que vai acontecer? Quem desfilar por último vai levar vantagem. Vai levar vantagem. Então os cara não vão comparar nada. Eles vão ver aquela escola, o cara olhou e fala, ah, gostei dessa, é dez. Ah, não gostei, é oito, é Nove, não tem, é brincadeira. Eu acho brincadeira. Tem que, tem que haver a comparação. A, a escola passou da nota, leva embora, me parece que depois mudaram. Me parece, eu não sei se continua. Eu não, eu não sei dizer. Aquele ano eu fiquei tão, tão sacaneado que eu falei, pô, que brincadeira besta é essa, né? Não tem nenhum parâmetro de julgamento. O jurado ia dizer, eu vou dar o carnaval para tal escola, no meu item. E dava o carnaval para tal escola Aí ia dizer, Não, mas é que eu já tinha dado uma nota menor para outra e tal. Ele nunca tem, nunca vai ter condição de comparar nada

Eh, mas isso faz parte. <laughs> E Tem. Preciso trocar. E tem algumas outras diferenças assim que o senhor lembra, além da do andamento do samba, coisas que mudaram, como é que era e como é que é hoje? <coughs> Bom, tem, agora o

E que tem, tem. Por exemplo, ah de mudança substantiva, que foi eh, o exemplo é a fantasia. E o que que mudou? até Até o final dos anos setenta, por exemplo, a escola tinha que desfilar com as fantasias nas cores registradas pela escola. E a única alternativa era que o, o ouro e o prata eram consideradas cores neutras. Então, toda escola podia usar. Por exemplo, o Vai-Vai só podia desfilar com fantasias de preto e branco, ouro e prata, só. Se tivesse uma coisinha vermelha, uma coisinha azul, uma coisinha verde, já perdia ponto. Quer dizer, eh era complicado.

Era complicado, realmente, ê esse negócio. O carnaval, para a época, obedecendo essa, esses parâmetros, ele era bonito. Mas depois, quando houve um acordo, um acordão geral e liberou Todo mundo pode usar as esco, as cores que bem entenderes, entenderem e alguns, alguns setores da escola terão que guardar a identidade da escola. Ou seja, o mestre-sala e porta-bandeira terão que ter as cores da escola de alguma forma. hoje em dia, não sei, foi aquele acordo, hoje em dia até já mudou, que já vi mestre-sala e porta-bandeira que não Bateria da escola teria que guardar, a comissão de frente teria que guardar as cores da escola, entendeu? Alguns itens, como a a, a própria, os itens que eram julgados, né, porque tem a diretoria que guarda mesmo, tem a ala de compositores que guarda e não guarda, Que são aquelas ah, aquelas alas, aqueles setores da escola que não usam fantasia, eles usam roupa mesmo, usam uma roupa, aliás fantasia não, não é fantasia, é roupa, fantasia é aquela cheia de, toda rebuscada que aí representa isso, agora esses setores da escola, harmonia, diretoria, área de compositores, eles usam roupa, a roupa carnavalesca, roupa univer, o, uniformizada, não é fantasia na realidade, houve uma grande mudança Além do andamento do samba, para uma grande mudança nas fantasias que mudaram o visual.

Jamais alguém em mil novecentos e setenta e oito imaginaria o Vai-Vai desfilando de verde, vermelho. Não iria. Não, não, não tinha como. E nem, nem o camisa desfilando com fantasia preta. Ninguém iria ver isso. Mas com eh, houve essa evolução que está liberado. E as fantasias são feitas, que foi sendo liberado pouco a pouco. Eu já estava fora, mas eu percebi. Antigamente, não, olha, pode botar até duas cores além da da das oficiais, pode botar até três, quatro. Hoje, e está bonito, né? E está bonito. Tiver o carnaval As fantasia, tudo colorido, está bonito. Outra coisa que eu não posso negar, que está
<laughs> Antes era mais difícil de de ter o impressionismo, né
Antes era mais difícil de ter o isso. Porque, por exemplo, <coughs> uma fantasia no Vai-Vai tinha uma, a ala do dos meninos lá de, sala do né, Ala muito bonita. Eles gostavam de fazer fantasia de veludo. Fantasia eram de veludo. Normalmente era veludo preto. Agora, ele tinha uns, umas coisinha tal, que com a luz artificial do dia, a fantasia brilhava tal, aparecia. Mas durante o dia, a fantasia era nula. E se o Vai-Vai desfilasse no, desfilasse com sol na, com luz natural, aquela ala ficaria morta. Não faria efeito nenhum, não daria impressão nenhum. À noite mudaria de figura, entendeu? Então, esse tipo de coisa que foi sendo introduzido no Carnaval de São Paulo, essas mudanças, a tensão, ô hoje em dia a escola, normalmente, a escola escolhe o enredo depois de saber o horário em que vai desfilar. Eu vou desfilar às seis horas da manhã, vou desfilar à meia-noite, para saber o horário duro é desfilar no lusco-fusco. <laughs> Aqui no lusco-fusco, que ele não sabe se é pau, se é pedra, aí é complicado. É uma pedreira para o carnavalesco arrumar a fantasia, as cores. Das fantasias, e o tipo de fantasia é pedreira, quando vai desfilar assim no lusco-fusco, não está, onde numa hora que tudo é verde, outra hora tudo é azul. O sol está nascendo, não não tem sol, mas também já não está mais noite. É complicado essa hora, o desfile. Esse foi um um outro ponto de de de evolução que houve, de mudança. Dizer que é evolução, não sei se evoluiu, mas que mudou, mudou. Mudou, mudou, que é Hoje em dia não tem mais essa preocupação, e a, até o E em função disso, a outra mudança é o desenvolvimento dos enredos. Porque com essa liberalidade, porque o sujeito, vamos, uma escola que, vamos dizer, antigamente o Vai-Vai fosse falar de selva, ele ia ter que fazer ou fazer flor preta ou flor branca. Ou planta preta ou planta branca, que ele não podia usar outra cor. Entendeu? Ah Hoje não. Se ele vai, se ele quiser botar as plantas verdes, as flores azuis, vermelhas, ele pode botar. Quer dizer, isso ganhou o visual, mais uma vez. falamos em alegoria, em fantasia, agora estamos falando em alegoria, porque havia restrição até na alegoria. Problema de cores, de cores diferentes das cores da escola.

Encurtaram. Elas encurtaram para, isso é um fenômeno, né? Principalmente depois que o, como é que é?

Que ele fez aquele, <sings> ô lê lê, ô lá lá, pega no, que isso é coisa, é coisa do Samba Lenço aqui de São Paulo. Que ele veio aqui, apanhou, levou lá para o Rio e fez sucesso. É, porque Tietê <sings> ô direrê, ô dirará, tacaram fogo na tria para tamanduá pegar, e o samba comendo. E ele pegou ô direrê, ô dirará, levou lá ô lelê. Fez sucesso Ninguém tinha feito isso, ele deu sorte. Mas <coughs> aí é que está o, o que você, o que você perguntou do andamento, né? Isso, isso O andamento nada, ih, estou ficando ficando antigo mesmo, hein? usado da letra. Os sambas-enredos, eles eram grandes. Eles eram grandes, tinha Trinta e cinco, trinta linhas. Contava a história. Seguia-se a norma. O que que é uma escola de samba? É um teatro ambulante. Então tem um grupo de pessoas que vão passando na avenida E vão mostrando cenas que acontecem. E qual é a fala desse pessoal? A fala desse pessoal é o samba-enredo. Estão contando aquilo que a escola está fazendo na avenida. O que que significa isso tudo. Mas como, dizia do Zuzuca, como começou a virar um negócio comercial, havia necessidade de começar a encurtar as letras. Então, hoje em dia, Quando você pega um samba-enredo que é narrativo, que eu divido em duas categorias. Tem o samba-enredo narrativo e o poético, aquele O poético é aquele que cria as imagens através da palavra, não narra. Não que um seja melhor que o outro. As duas coisas. Conseguir narrar um fato sem fazer poesia, mas narrando o fato, né. E outra coisa é você narrar o fato fazendo poesia. E os sambas começaram a se tornar só narrativos e curtos. Hoje em dia, hoje em dia se pega um samba que tenha vinte e cinco linhas, âh esse samba é grande. Não dá para contar mais nada. Não dá para contar mais história nenhuma. Então Eu, do meu ponto de vista, os sambas-enredos ficaram fracos. em termos de poesia, em termos de letra, ficaram fracos. No e foi E isso não foi assim, bum, de repente. Foi aos poucos. Aos poucos foi diminuindo, diminuindo, diminuindo e estão no que está hoje, para o meu gosto. Para o meu gosto, quem pegar aqueles sambas que o próprio Gera fazia, o Talismã fazia, entendeu? Grande compositor, o Talismã Falando só do pessoal aqui de São Paulo, né, nada contra meus amigos do Rio, mas falando daquilo que a gente vivia aqui pertinho e estava vendo. A Aquelas poesias que eles faziam, não. Hoje em dia é difícil você ganhar um samba enredo numa escola falando, fazendo um samba poético. Não vai ganhar mesmo, quer dizer, o Eu lembro ainda num samba no Va-Vai, quando ele homenageou a Lilian Gonçalves, uma frase do samba do do Wagner Santos, em que ele diz, a a noite anfitriã da boemia É uma frase poética, ele criou uma imagem, ou seja, ele estava dizendo para o pessoal, os boêmios só vivem à noite, então À noite, anfitriã da boemia e tal, tal, eh. Hoje em dia, esse tipo de frase o pessoal já não quer aceitar. O pessoal já não quer aceitar. Porque não falou no enredo, você pegar Os sambas todos e pegar o enredo, está difícil falar que Agora descobriram uma nova técnica, né? Já de uns tempos para cá descobriram uma nova técnica, o Aquele refrão que não diz nada do enredo, mas que só, só faz o povão pular. É, o refrão não diz nada do enredo. Mas só faz o povão pular. Quer dizer, é uma técnica que descobriram. Cara fala, pô, como é que eu vou fazer um refrão para levantar a turma? Aqui não. Não vai. Não vai levantar. Então o pessoal arruma um refrão que não diga nada com enredo, mas um refrão forte, com uma melodia valente. Aí levanta todo. Levanta todo mundo. O samba é bom.

É bom. <laughs> Você não vai encontrar fatos, não existem argumentos. Você vê todo mundo pulando, todo mundo cantando, você vai dizer é ruim? Não, é bom, é bom Mas não é o que o enredo pede. É aí que vem meu saudosismo. Antigamente isso era rígido. Você tinha que falar do enredo.
Falar de saudosismo, o senhor acha que a fim do do, o fim a, o fim dos cordões, dos últimos cordões,
É né, mas eh, mais ou menos por aí, porque é o seguinte, porque o folclore, ele só sobrevive quando há uma disputa. Por exemplo, você vê algum grupo de jongo?

Mas quando é que você vê? Entendeu? Eh, são São tipos de folclore. Maracatu você tem só lá para cima.

Maracatu, quem? O pessoal vai falar isso. Então, se o o caso dos cordões carnavalesco O que que eram os cordões carnavalesco? Era um grupo de pessoas que representavam uma corte francesa, que tinha o rei, a rainha, o príncipe e tal, e a bateria não tinha instrumentos pesados, era só aqueles instrumentos marciais, que eram os tambores marciais, e os clarins, que tinha o clarim ainda. Na no, nos cordões carnavalescos, é só aquele bum, bum, bum, bum, e e a diferença né, que o, os cordões carnavalescos tocavam marcha-rancho, eh não tocavam samba, tocavam marcha-rancho. E, e só havia três, só havia três aqui em São Paulo, no final dos anos sessenta, que eram Vai-Vai, camisa e fio de ouro, que o O paulistano da glória já tinha, estava parado, Os Campos Elísios estava parado, entendeu? Então só só havia, só havia três cordões carnavalesco. O pessoal começou a falar, opa, porque a competição vai acabar. O fio de ouro não ganhava nunca. Só competia Vai-Vai com Camisa. Era um ano Camisa, outro ano Vai-Vai, outro ano Vai-Vai, outro ano camisa. Quer dizer, estava, estava perdendo o interesse à competição. Aí o que o pessoal falou, vamos ver, muda todo mundo para a escola de samba e vamos organizar. Isso já no setenta e dois, foi o primeiro ano que o, que o Vai-Vai desfilou como escola de samba. E o Camisa também. O Camisa, o Fio de Ouro, o Vai-Vai, primeiro em setenta e dois, que desfilaram como, que era para que o folclore ia morrer. Ia morrer porque Como é que um Vai-Vai, como é que um Camisa iriam sobreviver disputando só os dois? Eles não não, não teriam nenhum, nenhuma força de atra, não teriam nenhum atrativo para chamar gente, para ir à quadra, para para gastar dinheiro, para dar dinheiro para a escola. Não teriam nenhum atrativo para fazer. Agora, como eles estão no meio de uma competição com um grande número de de, de escolas, aí já muda de figura. Eu acho que foi acertada a a mudança para a escola de samba. Embora em detrimento, em detrimento de um, de um folclore, porque o único lugar que ainda tinha cordão carnavalesco, que eu saiba, era aqui em São Paulo. Pode ser que tenha em algum outro lugar e eu não estou sabendo. Mas o, o único lugar que eu sabia que havia era aqui em São Paulo. E eram esses três cordões, mas Mas mudou para melhor. Eh, eh, clareou Clareou geral. Deixa eu ler <sings> alô galera, alô batera, alô povão, de, de preto e branco vem a saracura, ninguém segura essa overdose de emoção. Esse esse refrão aí era, é muito bom, mas está enquadrado naquilo que eu falei. <sings> Clareou, clareou geral <sings> Alô galera, alô batera, alô povão. <sings> De preto e branco vem a saracura. <sings> Ninguém segura essa overdose de emoção. Muito bonito, levantou a avenida, ganhamos o carnaval. Mas o que disse do enredo?

Foi um, um samba foi um samba exaltação à escola. E o andamento dele, a melodia dele, empolgou demais. Muito bonito. Foi muito bonito. Eu costumo dizer, aquele ano o Vai-Vai entrou na Avenida ganhando de um Que não tinha samba mais bonito que esse, não. Não era meu, não. Do meu amigo Wagner Santos e do Borrão. O samba não era meu, mas tem que dar, tem que dizer o que é verdade, o que eu acho, não foi Foi o meu ponto de vista, achei um samba maravilhoso. Foi um samba maravilhoso esse daí. E eu também estou com uma memória meio péssima para lembrar o samba. <humming> Vem comigo, amor. <humming> Vem, vem, vem, vem. Não dá para lembrar tudo agora, não. <humming> O os sambas do do tom maior que eu esqueço, porque também não consigo. Eu consigo lembrar só o, o comecinho do do samba no, no Outro dia até eu pensei em ligar para o Marquinhos para falar, para perguntar Eu falei, me dá a letra para eu lembrar o

Como? Guarda escrito em algum lugar, é?
Não, é é na cabeça. É na cabeça. Mas, por exemplo, o caso que eu estou falando do tom maior, é que é uma escola que eu também gosto demais, tenho muita afinidade, que, aliás, eu fui o primeiro puxador de samba dessa escola. Os dois primeiros anos, na Tom Maior.

e três, setenta e quatro, foram os dois anos que eu, que eu puxei o samba da Tom Maior, e A maioria dos sambas que eu, que eu conheço, eu tenho na cabeça. Mas, assim, dizer, ó, aquele samba. Não, aí eu tenho que pá, puxar, né?

Para ir procurar na cabeça. Você não adianta guardar. Não adianta guardar. Porque você guarda papel daqui, papel dali e vai embora. Você acaba perdendo esse papel. Mas uma maioria das coisas eu tenho na cabeça. Dá um tempo que eu lembro.
<laughs> E, qual que é o, como que é o processo criativo do senhor, assim, como é que vai criando, vai aparecendo, sua inspiração. Eh
Eh, eh, na realidade eu a gente costuma brincar e dizer, e ficar engravidando o samba A pessoa lê a sinopse e começa a pensar. Começa a pensar. É duro você dizer, olha, daqui duas horas tem que ficar pronto o samba. Ah, não sai não. Às vezes pode sair em dez minutos. Pode acontecer de em dez minutos você conseguir fazer alguma coisa. Mas agora, para, pelo menos comigo, tem que fazer. Ah, não Aí não sai. Aí embota a cabeça, não pensa mais, não vem. Porque eu, eh <coughs> eu pelo menos, uso esse critério, eu. Leio, fico com a história na cabeça e fico procurando o que falar com aquela história, o que fazer com aquela história, o que que isso aqui quer dizer, o que aquilo lá. Eh, é um trabalho de organização e métodos. É um trabalho de organização Você tem que dizer tudo aquilo. Vai falar de cangaceiro? Vai falar de cangaceiro. Como é que era o cangaço e tal. Então, hoje em dia, você tem que fazer o samba narrativo. Que é para você conseguir em poucas linhas dizer tudo que o enredo quer. O que é difícil, não diz. Mas você pode insinuar. Mas agora o samba poético é aquele que vem, vem lá, não sei o quê, vamos fazer isso, fazer aquilo, que não funciona mais. Que aí o fulano olha e fala, ah, mas isso não fala nada do enredo. É, isso é uma, é uma, uma crítica a, ao nosso ensino, que o vocabulário do pessoal está diminuindo a cada dia, <laughs> a cada dia Até porque o samba-enredo, antigamente, ah o pessoal dizia, era uma fonte de cultura. Porque ali o sujeito usava frases usava palavras que eram pouco usadas no, no cotidiano. Exatamente o pessoal dizia olha, isso existe, isso é da, isso é da língua, isso é vivo.

Um samba do, e eu lembro que o Jangada, que fez para a Mocidade Alegre, que ele veio, eu não sei se é mentira, se é verdade dele, né? Ele me contou. E disse que eh, que ele, falando sobre, o enredo era no alto do Caaguaçu, que falava sobre a Avenida Paulista, né? Que aquela região chamava-se Caaguaçu. E ele começa o samba assim, dizendo: resta ao povo contar O fausto que o tempo esmaeceu. Pegou no, o Jangada era jornalista, né? Eu acho que é, que acho que ainda não morreu, né? Mas eh, está lá para o Rio, ainda é. Ainda é que não, não morreu.

Ele, com o samba dele, começava assim. <sings> Resta ao povo contar o fausto que o tempo esmaeceu. <sings> Para exaltar a avenida que a cidade engrandeceu. E esse começo, o que, o que quer dizer? Segundo ele falou, disse que uma senhora da mocidade alegre foi cumprimentá-lo porque ele estava homenageando o filho dela no samba. O filho dela chamava Fausto. Eu não sei se, <laughs> eu não sei se foi brincadeira dele. <laughs> vieram até me cumprimentar porque eu estava homenageando. A senhora falou, êh obrigado por falar do meu filho no seu samba.

Meu filho Fausto Mas o as, o as palavras que ele usou, não é, são palavras que não estavam em uso. O esmaeceu, no caso de desaparecer, de esquecer, isso e aquilo esmaeceu, o Fausto do luxo, etcetera, quem Alguém diz hoje em dia, ah aquilo lá faustosamente ornamentado né, ninguém fala, ô está muito, a palavra atual está superando, <laughs> que substituíram muito por super, né, superlativo. Está super arrumado. Não, está muito arrumado. Uma coisa assim, mais ou menos, e Então, a havia essa preocupação com o samba-enredo para que ele, para que trouxesse um pouco mais de cultura para o pessoal e colocasse, tentasse colocar em uso palavras que estavam em desuso. Isso ocorria. Isso ocorria. Mas depois, depois o pessoal fala, não, tem Por razões óbvias, como eu já disse, o vocabulário do pessoal está diminuindo. Outro dia eu vi uma reportagem aí de uma policial que disse que o, que atualmente uma grande parte da juventude, que o vocabulário dela não passa de trinta palavras. E saindo daquelas trinta palavras, a pessoa não entende mais o que você está falando. Complicado. <laughs> É complicado, não é Não é todo dia que isso acontece. É sempre.
<laughs> O senhor compõe ainda o samba poético? Não
Faz tempo que eu não faço nada. Faz tempo que eu não faço nada. Não é que eu desanimei. Não é que eu desanimei. Eu estou na fase de observação. A última vez que eu concorri, última vez que A última vez que eu fiz um samba para concorrer foi em noventa Eu não sei se eu fiquei magoado demais, eu acho até que sim. Eu acho até que sim, que eu fiquei magoado demais, porque eu não, acabei não, não fazendo, não compondo mais assim para concorrer efetivamente. Às vezes eu dava uns ensaios e tal, falava ah não, mas depois eu mesmo recolhia Não não fazia nada. E depois a correria né, do dia a dia também
<laughs> Quer fazer mais alguma pergunta? Não. Qual que seria assim os desafios né, que o senhor vê para o samba, para a associação, para a cultura popular assim, daqui para frente? <coughs> os jovens. É complicado, essa pergunta, ela

Para o meu ponto de vista, ela é bastante complicada, porque Nós vivemos, vivemos um, um ciclo de evasão cultural terrível, e Os folclores nativos, eles estão sendo, eles estão sendo paulatinamente destruído por folclores estrangeiros.

Dar um exemplo, nada contra, mas dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo, que o que eu sinto, falar o que eu sinto. O tal do samba-rock. Estraga o samba, estraga o rock. Porque o cidadão dança um rock que não é rock e dança um samba que não é samba. Eu costumo dizer, o que a gente vê nos salões é a dança dos braços. Está todo mundo com o braço lá em cima. Para lá, para cá, isso é evasão cultural. Ou seja, então é preocupante, é preocupante, porque os valores da da cultura nacional estão sendo substituídos paulatinamente. Você pega, <laughs> é engraçado isso que eu vou dizer, mas você pega uma conversa de pessoas de nível universitário e de cada dez palavras eles falam cinco inglesas.

Você já não ouviu? E começam a aportuguesar. Todo mundo, ó, deleta isso aí. Deleta isso e não sei o quê. Todos termos que são usados em informática, eles estão fazendo parte da língua portuguesa. E a conversa do do pessoal está por aí. Na música os a a na na, continuando a falar de português, o Uma outra coisa que eu acho engraçado, mas é engraçado e eu não gosto, é o a síndrome do gerundismo né, que é a construção da frase em português como o inglês fala, como o americano fala, o inglês, né, eh. O o gerundismo, ah eu vou estar fazendo Não é mais fácil dizer, eu farei isso, né Não, mas você pode ir lá que eu vou estar vendo isso daí, eu verei isso para você. Eu não preciso estar vendo, eu verei isso. É o o gerundismo, mas é a construção da frase. Você vai no fundo, é evasão cultural, porque o pessoal está querendo falar do mesmo jeito que fala americano, que fala inglês. Isso é preocupante. Isso para mim é preocupante. E você pega a escola de samba. Ela teve essas evoluções, ainda Ainda, embora já tenha muitos ensaios, é querer misturar escola de samba com funk. E estão fazendo muita força. Estão fazendo muita força para, para amalgamar isso daí. Vai começando a mudar. Começando a mudar. Agora eh, o tal do funk é um ritmo estrangeiro. E daqui a pouco vai virar o samba-rock. Você entende? Eu tenho preocupação com isso, sim. Que a nossa cultura, a cultura do nosso folclore comece a se apagar. Porque aqueles que não so, aqueles folclores que não sofreram influência nenhuma, você nem ouve falar. Você nem ouve falar. Que aqueles que permanecem puros, Você não ouve nem falar neles. Aí vem aquela desculpa, mas tem que mudar para poder aparecer. Mas eh, é a mesma coisa que, que o trato que fez o, a galinha com o porco para fazer uma, uma empresa para vender ovos com bacon. Falam, nós dois temos a matéria-prima, vamos lá. Quer dizer eh, o o fato do, a a eh o o, o folclore mudar para sobreviver, sobrevive, mas outra coisa, não aquele folclore. O porco pulou fora, né? Claro, falou ê, espera aí, para fazer o bacon tem que morrer. Você só bota o ovo, pô. <laughs> Vamos desmanchar essa sociedade. Quer dizer, então isso acontece com a, com essa de, com essa desculpa. É, mas tem que mudar para sobreviver. Muda, sobrevive outra coisa. Aquilo jamais. Aquele folclore antigo morre. Porque não tem, essa é a minha visão.
E o senhor gostou de dar entrevista?
Ah, eu gostei. É que eu falo muito também. Se deixar, eu falo até amanhã cedo. Eu achei, não, eu achei Eu achei bom. Eu achei bom. achei interessante. Até por ser a primeira vez que eu dou um depoimento para ficar. Até eu brinquei lá em casa. Falei, eu vou falar uma coisa que talvez daqui a cem anos alguém vai estar ouvindo eu falando um monte de bobagem. Mas pelo menos tem alguma coisa gravada minha. Um dia existiu um cara assim. Eu achei interessante, sim. Até se precisar vir mais vezes, virei. Não tem problema. <laughs> Não há problema nenhum. Sobre, sobre que tema, por exemplo? De de samba? Não é De samba, na realidade, <coughs> eu acho que nós já falamos, já, em linhas gerais, né.

Como eu disse, da da da concepção da da entidade única para dirigir o samba até os dias de hoje, já lá se vão

Foi uma luta que eh, que eu gostei de ver a sequência, porque eu considero da seguinte for forma. Eu, eu e um grupo de pessoas, que eu falo eu, porque eu estou sendo entrevistado, mas um grupo de pessoas porque eu não estava sozinho nessa. Nós fomos lá e quebramos pedra. Quebramos pedras, depois alguém começou a a fazer os tijolinhos, e depois alguém começou a construir, a levantar, fazer o buraco na terra, tal. Então a coisa foi caminhando, foi caminhando pouco a pouco. Eu só fiquei triste quando houve a separação para fundar a Liga, separar a Uesp da Liga. Porque o problema era facilmente administrável e a gente já tinha até um plano para isso. Porque tinham quatro grupos. Então tinham assuntos que só interessavam ao grupo principal, ao grupo Só interessava. Então não tinha que escola do quarto grupo, essa, não tinha que dar pitaco no problema, entendeu Mas o pessoal queria dar pitaco. Tinha que ser, quando era, quando era um assunto de interesse geral, todo mundo participava, mas quando era assunto específico de um grupo, tinha que ser mudado. Agora, a alegação do pessoal para criar Liga era exatamente essa, que estava havendo muita interferência de outras escolas, pelo menos foi a alegação que eu soube. Então eles resolveram, resolveram, va vamos criar uma Liga, E pronto, o a Uesp continua assim, assim, assim, assado, né. Foi o que eu, a informação que passaram. Eu fiquei triste, confesso que eu fiquei triste. Aquele negócio, pô, eu tinha aquilo como um filho meu, né? Quer dizer, um filho com um monte de pai, né? Filho com um monte de pai. E depois ver aquilo assim abrir Pô, é complicado. Foi complicado mesmo. Então, isso me isso me deixou um pouco triste, bastante triste. Mas, fora disso, como eu seguia sempre aqueles, um um dos conselhos, não todos, que o Jangada gostava de arrumar confusão, <laughs> mas esse que ele falava, eu falei, é verdade, né Do samba, você só recebe desaforo. Então, a gente fica triste e tal, mas bola para a frente. Mas no mais era. Por enquanto é isso que eu tenho a dizer.